E para começar essa conversa, essa entrevista, eu queria que você falasse para essa para a câmera o seu nome, local e data de nascimento.

Nasci na maternidade da do Hospital Santa Cecília.

Marechal Deodoro.

Os seus pais também nasceram aqui, em São Paulo?
Os meus pais, sim. A minha avó, que é nasci nasceu em Marselha, e daí ela veio com os pais quando ela tinha uns quinze anos, mais ou menos.
Que que você conhece dessa história dela?
Ela veio adolescente, ela logo ãh se adaptou bastante ao país, mas o meu avô falava bastante francês. Eles falavam francês em casa. minha mãe, embora tenha nascido aqui, a primeira língua dela foi francês. Ela teve bastante dificuldade na escola e assim <laughs>
Qual que era a atividade dos seus avós?
Então, meu avô era médico. clinicou na Lapa. Ele tinha um consultório na rua Guaicurús, que, na época, era uma rua melhor do que é agora, né? Que está toda pichada. E E a minha avó sempre se dedicou ao lar e tal. Ela, inclusive, ensinava muito às empregadas ãh na cozinha <laughs> e elas saíam dizendo que falavam francês muito bem.
É mesmo? É Nossa! os seus pais, qual que era a atividade profissional deles?
meu pai, ele tinha agência de turismo e a minha mãe era mais dedicada ao lar, assim, ela fez o curso de piano, ela nunca chegou a lecionar, mas tinha essa o diploma de pianista mesmo.
Olha! <laughs> É E a senhora tem irmão?
Eu tenho um meio-irmão que nasceu do terceiro casamento do meu pai, então nós temos vinte anos de diferença. Nossa. tem agora duas meninas <laughs>
Então, na infância, né, na verdade, você sempre foi filha única?
isso mesmo.
Tinha primos? Como que era?
muitos primos.

Era muito legal, assim

Nesse quadrilátero, que era totalmente residencial, as crianças brincavam demais. Todo mundo andava de bicicleta, os meninos andavam de ãh rolimã lá aquele ra carrinho de rolimã. Quando pegou a época da guerra, então o pessoal se organizava para fazer ãh um coquetel todo domingo, porque não tinha gasolina, então as pessoas não podiam sair. as pessoas ãh se reuniam todo domingo. Então tinha era, assim, uma confraternização enorme de todas as faixas ãh etárias. Desde as crianças que brincavam juntas, os adolescentes que se paqueravam bastante e os mais velhos que faziam esse coquetel em rodízio nas casas, assim. hoje esse quadrilátero está completamente comercializado, é impensável as crianças brincarem na rua como a gente brincava naquela época.
Qual que era, assim, a sua brincadeira predileta?
Ah, tinha a mais mesmo a andar de bicicleta, né, que era o mais divertido <laughs> tirar rachinha de bicicleta e tal, mas tinha éh aquela caracol, amarelinha, ãh pula-corda, que lenço atrás, era uma po brincadeiras engraçadinhas.
E você tinha bastante amigos lá, tinha primos que também moravam nesse quadrilátero? é, também. Como que era esse coquetel que você falou?
Ah, todo mundo se reunia porque faltava muita muito alimento, não tinha pão, não tinha gasolina nem nada. Para nós nunca faltou nada, porque o meu avô era médico da Shell, então ele tinha uma cota de gasolina. E tinha um tenente coronel que arrumava os pãezinhos para todo mundo. E tinha <laughs> um um um almirante, então o pessoal chamava que era a frota da boa vizinhança. Então as pessoas se davam muito bem. E outra coisa também que marcou bastante depois da guerra, né, foi a construção da Sears. A Sears foi muito importante para aquele pessoal que morava por ali, que hoje é no onde é o West Plaza. Então, foi uma das primeiras e escadas rolantes que tinha. <laughs> A gente ia brincar na escada rolante. Éh No último andar tinha o snack bar, tinha... O a o se a sessão de decoração tinha uma espécie de quadro no fundo e mudava toda semana. Era uma senhora que eu acho que era uma das primeiras de relações públicas que fazia esse quadro. Se chamava Harmony House. Mudava toda semana ta as tendências da decoração na época. Sears era muito avançada na época, era muito legal. no Natal também eles tinham um painel externo com música e bonequinhos que se mexiam e tal. Era muito muito divertido, muito bom. Era uma loja? A É, a loja Sears, loja de departamentos. Tinha roupa, tinha de tudo. teve o pri um dos primeiros supermercados também, que era o Pega e Pague. <laughs> O éh Foi eu acho que o primeiro que a pessoa se servia e pagava.
Isso depois da guerra, né? Porque a guerra não tinha nada, não faltava tudo.
Não tinha nada, era tudo difícil, né? carros eram a gasogênio, quer quer dizer, alguns não quiseram pôr gasogênio no carro e tinham que pôr em cavalete para não estragar. Então, assim. Quer dizer, então, essa minha infância, acho que foi marcada por essa escassez generalizada que tinha, então, ãh uniu muito as pessoas que moravam perto.
Certo. Tinha escola lá na região?

Ah, tinha, tinha sim. Germênio Bouchard tinha um parquinho, acho que era da prefeitura, tinha até piscina e tudo. na época, as meninas de família de classe média assim, boa, Estudavam no Sion, no Deso Azo, e os meninos no Rio Branco e no Mackenzie E eu, <laughs> felizmente, estava junto com os meninos. <laughs> Eu também estudei no Rio Branco e no Mackenzie. porque a minha família achava que não precisava ter orientação religiosa. Então, ãh no Rio Branco, quando eu estudei, tinha poucas meninas. Em uma classe, por exemplo, de trinta, tinha quatro cinco meninas e o resto eram meninos. irmãos das meninas que eram do Sion, do Deso Azo e tal.
Tá, então, e quando que foi que você entrou lá no Rio Branco?
No Rio Branco, eu entrei... Éh era o Jardim da Infância, né, que seria a escolinha.

cinco, acho. É. Quarenta e cinco tinha a Daí eu fiz até o primário, ginásio e depois o primeiro científico, em mil novecentos e cinquenta e um. uma coisa mu que ficou muito gravada, em mil novecentos e cinquenta e um, na aula de Física, o professor, sempre de avental, inclusive os alunos também usavam aventalzinho, ele fez um minuto de silêncio pela morte do Einstein. Nós, ignorantes, para burro, não sabíamos quem era o Einstein <laughs> Daí, depois do um minuto de silêncio, é que ele foi explicar quem era, por quê e tal, <laughs> então Uma coisa que marcou bastante. no Rio Branco também era... O Rio Branco era na rua ãh Doutor Vila Nova. Tinha piscina. Era um dos primeiros colégios acho que com piscina, né? E a Tinha aula de canto orfeônico com o Francisco Mignone. e as meninas também tinham, assim, uma a instrução bem grande, assim, tipo feminino. Aprender vários tipos de bordado e coisa assim. Tinha muito esporte. Agora, depois que eu fiz o primeiro científico, eu vi que a vida estava muito dura, então eu fui para o Mackenzie, para o secretariado. Daí a minha vida ficou mais leve. <laughs> Porque era muito difícil o Rio Branco? Ah, era bem mais difícil, né? Depois, no secretariado, eu vivi muito feliz. Fiz os três <laughs> anos do secretariado, terminei em Daí, eu fiz um curso profissionalizante, que no Mackenzie tinha muitos cursos profissionalizantes para segundo grau. eu fiz esse curso profissionalizante, dei aula no próprio Mackenzie, no curso de secretariado mesmo. quando eu entrei para a faculdade, eu já ganhava bem Eu já tinha um ótimo emprego, eu já tinha carro comprado pelo meu dinheiro mesmo, então eu acho uma pena que hoje em dia ninguém pense nos tais dos cursos profissionalizantes, porque eu acho que é uma saída muito boa. Quando eu entrei para a faculdade que já fui eu, primeiro eu eu fiz letras, larguei no segundo ano, depois eu fui para o ãh para a faculdade de jornalismo, Casper Líbero, e se e eu fiz o vestibular. É isso que eu digo, eu já estava com a vida feita, quando, né, estava para viver bem assim. Depois que eu fiz jornalismo, daí eu resolvi fazer os pós Eu fiz mestrado e doutorado. Eu fiz na Sociologia e Política, uhn que é unidade complementar da USP. duas mil e não sei quantas horas de créditos que a pessoa precisa acumular e tal.

Tinha o ônibus da escola, ia buscar e tal. Então, eu era da última turma, porque tinha os que moravam mais próximos, então e uhn, sempre a minha casa era a última lá a ser ãh eu ãh transportada pelo ônibus, né? na época, eu me lembro ainda das ruas totalmente de paralelepípedo, Em o dentro do meu imaginário, a coisa mais linda era a esquina da rua Conselheiro Brotero, com a General Olímpio da Silveira. Tinha duas coisas ali. esquerda, tinha o co o cinema Santa Cecília, <laughs> que era assim que tinha uma cúpula, tinha o céu com todas as estrelas, e tinha dois elefantes lá na frente, e <laughs> os bonequinhos lá com os olhos verdes, sabe? Éh Brilhavam no escuro. E, do outro lado da rua, na mesma Conselheiro Brotero, tinha a casa que eu achava a mais linda do mundo ali Porque, se éh mesmo atualmente, tem... os restaurantes com as fotos das casas antigas do bairro e não consta nem nunca vi dessa casa, que era coisa muito linda. parecia um castelinho francês e embaixo tinha uma gruta com direito assim ao a branca de neve, os anõezinhos, tinha tudo. quando demoliram aquela casa, para mim foi uma tristeza. E também, às vezes, eu andava ãh a pé também pela Avenida Higienópolis, né, subia pela Angélica e daí eu ia pela Higienópolis. eu vi o que se pode chamar o abate das casas da Avenida Higienópolis, né, uma por uma, que foram construindo os prédios, né? De algumas, como Consulado Italiano, Tem algumas ainda que restam, mas quer dizer, eu presenciei, andando por ali, a demolição das casas, né?
E nessa juventude você gostava ent, assim, com seus momentos de lazer, você caminhava, gostava de ir no cinema também, no Ah, bastante, é. O que mais que você gostava de fazer, assim?
Ah, nessa época eu aprendi a velejar no Iate Clube Santo Amaro, E depois aprendi tênis também no éh Tênis Clube Paulista, que era na Aclimação. Com quantos anos, mais ou menos, isso? ãh no velejar, no no secretariado. e tênis também. É
Mais ou menos na mesma época. E você gostava bastante de esportes, Ah, gostava.
sim, eu nadava, eu corria. Eu achava... A adorava, viu? E festas? Ah muitos bailinhos <laughs> Bailinhos aos montes. E pegou Na época dos anos cinquenta, tinha aquelas festas de fones no aeroporto. Então no fim do ano a Todas as festas eram na mesma época. Era tudo em dezembro, janeiro, fevereiro, assim. e bilhões de festas <laughs> e uma luta de foice para conseguir, assim, os melhores... Os melhores bailes, né? ãh Nossa! uma disputa mesmo. super legal. o baile Paula Souza também, que era da do pessoal da Poli, era no aquele Hotel Esplanada, no centro da cidade, atrás do Municipal.
E assim. E como que era essa discu Por que que era tão difícil nesses bailes?
porque os convites eram restritos, então você tinha que conhecer as pessoas, você tinha que saber. do Paula Souza era comprado, mas também era super restrito. você não conhecesse as pessoas, você não ia conseguir. tinha do cê pê u erre também. cê pê u érre éh era super, o <laughs> o baile maravilhoso. Tudo a rigor, os rapazes maravilhosos de smoking, tudo... bonitinhos, <laughs> bem arrumadinhos, as meninas de vestidos maravilhosos, né? armado, bonito, muito bonito.
dançar, de conversar com as Ah, de dançar.

Começava cedo, tarde, como é que era?
Não, o horário normal, né? Das dez, acho que era até as quatro. Era E as mães acompanhavam, coitadas Sempre tinha uma destacada, em geral, elas faziam por rodízio. Então, acompanhavam uma turminha, umas quatro ou cinco, né? a coitada aguentava o baile lá Às vezes, iam duas para ficarem conversando e tal, né?
E aí, a mãe, qual que era a função dela? cuidando? É, de olhão, né?
<laughs> E aí, não podia namorar? Ah, sempre dava jeito, né? <laughs> Sempre sempre dava jeito.
nessa época você teve algum primeiro namorado?
tive, mas nada assim... Quer dizer, sempre. Namoricos?
É. <laughs> Entendi. aí você então, você é no colegial, né, corresponde ao colegial, você fez o secretariado? É eu fiz secretariado. E foi ma foi ótimo, depois você começou a trabalhar com isso, foi lá que você teve o primeiro emprego? isso mesmo. Como Qual que foi o seu primeiro trabalho?
Então, éh porque tinha esse curso aí profissionalizante, daí eu dei aula no próprio secretariado tá do Mackenzie mesmo. Esse foi o primeiro trabalho? Eram as disciplinas lá de documentação e arquivística.

E aí você começou dar aula e não parou mais ou não? Como é que foi?
mais. Daí Ah, então. Depois eu tive um emprego que foi no SEAD. Lá eu aprendi bastante sobre estatística e pesquisa. Daí eu me dediquei e ãh bastante à parte de pesquisa de opinião. Tanto que essa foto aí que tem da primeira turma de comunicação social eu já dava aula de pesquisa de opinião. o tempo todo eu dei aula de pesquisa de opinião e tal. ao que eu aprendi no SEAD, que tinha os estatísticos, os meios profissionais, e que porque eu estava lá como função de ass assessora de imprensa, né? Uhum Mas eles ensinavam bastante a gente, então eu aprendi tudo com eles. assim, na prática mesmo, porque eu tinha que rever aqueles livros e ver, tinha que rever toda a a matéria que eles faziam, como que ia sair na revista e tal. a partir daí eu aprendi bastante. E quando eu fiz jornalismo, também eu eu trabalhei dois anos na Folha de São Paulo e eu vi que era um trabalho muito pesado, muito difícil, e daí eu fui para a agência de publicidade e fiquei na parte de pesquisa. um muitos e muitos anos na parte de pesquisa dentro da agência de publicidade.
Você foi, então, do secretariário para o magistério e depois para o jornalismo, né?

O que te fez, né, ir para essa para o jornalismo? Você tinha um uma um interesse por isso? Como que foi?
Éh, porque o jornalismo sempre tem, assim, um apelo, né? é se éh atraente. Uhum. eu vi que, por exemplo, como repórter, eu jamais me daria bem. eu eu, na Folha mesmo, eu trabalhei como redatora, quieta. quieta no, <laughs> fechada e num canto, assim, num... E Porque o jornalista mesmo ele tem que trabalhar sábado, domingo, não tem ãh Natal, não tem Carnaval, não tem coisa nenhuma, né, então trabalha duro, muito duro mesmo. Uhum Então, procurei algo mais suave. em agência de publicidade, eu fazia muita coisa, desde tradução de folhetos, porque o curso do Mackenzie dava muita ênfase ao inglês. quer dizer, é uma coisa assim que ajudou bastante. E nas agências de publicidade então eu fazia folhetos, eu cheguei a trabalhar para várias empresas também no centro empresarial, que são empresas que até já fecharam a Anderson Clayton, tinha a Lever lá também que eu fazia os folhetos e a Sambra também, eu fiz alguma coisa para eles. O Centro Empresarial, quando abriu, era lindo, lindo, lindo, fino, chique, maravilhoso. Tinha três restaurantes espetaculares e tinha uma entrada assim, tinha um saguão, tinha... uma fonte, tinha umas éh lojas maravilhosas, as pessoas eram super bem vestidas, era muito bonito. estive lá com o Nilo nos anos noventa, quase morri, todo mundo de chinelão. E s e sandália de dedo, não achei nem a fonte, nem as lojas, não achei mais nada. Depois disse, será que eu errei de de endereço? Mas, não, era esse mesmo. Mas, no começo, era uma maravilha. eu fazia esses trabalhos para algumas empresas.
esses trabalhos depois que você já tinha se formado no jornalismo, né? Ah

Sim, com certeza. Tá. E nessa época você já estudava também, já fazia pós ou não?
fazia pós eu fiz a a longo prazo, porque podia ir acumulando os créditos. Então não tinha, assim, uma questão de prazo. Eu fiz em éh dois anos para o mestrado e dois anos para o doutorado. Quer dizer, foi.
É

E aí, dessas duas teses, saiu um livro, não foi Um livro. Como é que foi esse de essa história de lançar um livro?
porque daí ãh eu consegui uma editora, que é a Sumos Editorial, que inclusive estava começando a lançar os livros de documentação, éh de comunicação social, imagina. o meu foi o primeiro, eu acho. Daí, nós ãh enxugamos bastante o texto das duas teses e saiu esse livro, que, por milagre, ele vende até hoje, que eu acho inacreditável, porque ele foi lançado em oitenta e três e, quer dizer, não deveria <laughs> mais estar vendendo, mas ele está. eles mandam os direitos autorais éh du duas vezes por ano e eu fico muito admirada toda vez que eu recebo, <laughs> porque é muito incrível mesmo. É o processo de relações públicas. Ele éh Editorial.
você sempre foi professora, né? É Como é que é essa vida de professora?
Era uma beleza. nos anos setenta, nós ganhávamos muito bem. Todos os professores que começaram com as Faculdades de Comunicação Social, todos eram de classe média alta, todo mundo ganhava muito bem, todo mundo tinha os seus carros de esporte, todo mundo éh fazia altas viagens e tal. E quando começaram os anos oitenta, houve uma degringolada, eu acho que geral, no ensino brasileiro. Quer dizer, ãh os professores começaram a ganhar muitíssimo menos, os pobres coitados que ficaram só no magistério superior ãh começaram a ganhar muito, muito pouco. As pessoas se deram muito mal mesmo. Quer dizer, então Quem conseguiu migrar, como eu, que já estava em agência de publicidade, até que se deu bem. quer dizer, só pelo magistério não dava nem para viver. uma coisa a que cada vez foi piorando mais e eu acho que agora está péssimo. questão de status e questão de disciplina dentro da sala de aula, eu não saberia como lidar hoje em dia com uma sala grande de aula, não saberia mesmo. que eu fiquei oito anos na FAAP, fiquei oito anos no Objetivo, eu comecei no Objetivo no curso de jornalismo, eu que iniciei o a jornalismo empresarial, que o pessoal achava bobinho, mas pelo menos era o que dava mais dinheiro na época. eles puseram essa disciplina a que eu tinha solicitado e eu acho que existe até hoje.
Uhum. hoje a você também tem contato ainda com essa área, bastante?
É, mais ou menos, né? Tenho. Tenho os que restaram, que ainda dão aula Muitos desistiram, né? Muitos desistiram, porque ganhava tão pouco. Uhn quer dizer, no começo, nos anos setenta, foi uma maravilha, porque nunca faltou emprego para nenhum de nós, porque tinha um monte de faculdade sendo abertas, né? mesma cheguei a dar aula na PUC de Campinas, eu dei curso de pós em Ribeirão Preto, na UNAERP, sabe? Quer dizer, em Itapetininga também. Quer dizer, então não não faltava... vaga, não faltava emprego, não falei e muito bem pago. E, de repente, deu uma queda, né?

É, além das viagens convencionais, a primeira viagem que eu fiz grande, eu tinha Quando eu fiz dezoito anos, que eu me formei no tal do secretariado, que todas as amiguinhas estavam se casando, né, o meu avô dizia assim, ah mas o mundo é tão grande, você precisa conhecer o mundo. Então nós saímos e fomos viajar durante dois meses, a minha mãe, o meu avô e eu, para ver o mundo um pouquinho, <laughs> porque ele é tão grande. E daí para tirar da minha cabeça a ideia de me casar com dezenove anos, como a maioria das meninas lá. Então, realmente, ele conseguiu <laughs> Como foi essa viagem? foi uma viagem maravilhosa. Nós fomos... Éh... A viagem, assim, convencional, né? principalmente para a Itália, França, né, Po éh Portugal, Espanha, essa viagem bem éh tradicional, mas, assim, vendo bastante a parte de arte, arquitetura, principalmente da Itália. Depois eu fiz muitas viagens, e as menos convencionais é uma que eu fui para o Taiti, que eu fiquei um mês. Difícil também <laughs> alguém passar um mês no Taiti. Como eu viajava sozinha, eu ia muito pelo Club Mediterranee Quando a minha mãe estava viva, ela faleceu em oitenta e três éh, eu também viajava com ela nos anos Nós fomos, assim, uma viagem maravilhosa para a pela América do Sul, Machu Picchu e tal. Daí nós fizemos uma viagem também maravilhosa pelo Havaí, éh pela Califórnia, né, que gostou demais. Las Vegas também, super divertido. fomos também para para França tudo éh, para Inglaterra. Nossa, ela adorou. às vezes que eu viajava sozinha, esse do Taiti, por exemplo, éh eu tive a oportunidade de ficar bastante tempo lá porque ãh as pessoas... que trabalhavam no atol de Mururoa tinham desconto nos hotéis e tal. nós conseguimos com essas pessoas ficar mais tempo, né, tendo esse desconto e tudo. nós tivemos a oportunidade também de ver a chegada do avião francês quando eles vinham substituir os cargos das pessoas. Se chamava o Cotan. Então, tinha uma festa na cidade, uma coisa maravilhosa. foi assim que eu fiquei um mês no Taiti. viagem de sonho também foi nas Olimpíadas de é vigésima terceira Olimpíadas de Los Angeles. também foi maravilhosa, porque eu queria ver a abertura do hipismo, e aqui no Brasil vendiam a bendita da do ingresso para a abertura do hipismo. Então, desde que eu pus o pé em Los Angeles, eu queria porque eu queria. Daí eu, por coincidência, eu fiquei conhecendo uma moça na abertura dos Jogos mesmo, e ela me convidou para ficar na casa dela uns dias também. Então, eu fiquei um mês em Los Angeles. maravilha, tendo mil coisas acontecendo que, além das Olimpíadas, tem muita coisa nos museus, exposições, coisas lindas. Tinha uma exposição de impressionismo francês maravilhosa, com roupas e tudo. Então, éh outra viagem também, eu acho que a mais emocionante que eu fiz foi, eu já tinha ido para o Marrocos também antes, mas eu fui uma outra vez só para o sul do Marrocos. eu fiz todo o circuito das Casbás a cavalo e depois nós atravessamos o Saara de jipe, que hoje em dia não parece que não estão fazendo mais, não pode, só pode ir pela costa, nem aquele o rally Aquele rally que eles fazem, né, não n não é mais possível, éh pelo centro lá, que paga pega um pedaço de Mali, né, e e até Tombuctu. Então, quer dizer, eu acho que essa foi a viagem mais emocionante.
Essa você fez sozinha? É. Essa foi a mais marcante das viagens?

<laughs> Porque é uma coisa bem diferente, né? O eram dois Land Rovers, né? Com pessoas éh do mundo inteiro e nós fomos pelo deserto afora, sim.
E nessa viagem nessas viagens você fez muitos amigos pelo mundo?
Ah, bastante, inclusive... visitei amigos que eu fiz ãh na França, tinha uma amiga também em Amsterdã. fiquei na casa dela também, foi muito legal. <laughs> que, em geral, eles não vinham para o Brasil. Eles ameaçavam bastante, mas não vinham. a chegavam até a marcar mais ou menos uma data, depois, na hora agá, eles desistiam. pela língua, ou pela distância, ou porque era muito caro. eles ãh acabavam desistindo.
E você disse que fez muitas viagens com a sua mãe, né? as você é muito próxima da sua da sua família, né? Durante toda essa... Ah, sim.
Bastante. Inclusive, a minha mãe tinha muitas primas, né? quando eu era pequenininha, porque eu fazia ano no éh dia dois de maio, então comemorava no dia primeiro, que tinha o grande prêmio Brasil. Então, quando eu era pequenininha, eu achava... eu me sentia a pessoa mais importante do mundo, porque vinham as primas da minha mãe com chapéus enormes me dar um beijinho antes de irem para... ãh ãh para as corridas, né? É Tipo assim, o derby, né? Da Inglaterra. E até hoje, tem as primas da minha mãe, nós nos encontramos semanalmente, toda quinta-feira a gente almoça junto.

Ah, nós nos conhecemos desde pequenininhos, porque eu fui colega da irmã dele. <laughs> mesmo? <laughs> É Daí ele se casou, ele eu a gente ia muito às festas, nós tínhamos amigos comuns, tinha muito bailinho e tal, ele viveu a vida dele, eu vivi a minha e tal, e um belo dia nós nos reencontramos. <laughs> em mil novecentos e oitenta e oito, oitenta e nove, e daí nós... é um casamento bem tardio. <laughs> Como foi esse reencontro? num casamento dos... de amigos comuns que a gente frequentava sempre. Então vocês já eram bem amigos? Ah, sim <laughs>

E aí, quando que vocês se casaram?

e nove. Oitenta e É. não teve <laughs> festa. Como que foi o casamento de Ah, bem na moita.

<laughs> moita <laughs> E es estão juntos desde então? É, desde então. Certo.
Não, então porque o meu avô era de opinião... Já a escolha do colégio, que era Rio Branco, em vez de ser um colégio de orientação de freiras, né, quer dizer, já deu a a linha a do meu avô. E ele achava que era besteira as moças se casarem muito cedo. Quer dizer, ele estaria bem na na turma de agora, que agora elas se casam com trinta, trinta e cinco, <laughs> e sabe, eu acho que ele estaria bem ne neste momento. Ele achava que a moça devia estudar e ter uma vida própria e não se amarrar assim, de cara, num casamento, né?
E foi o que abo acabou acontecendo. É <laughs> Que bacana. Vocês têm filhos

Não <laughs> <laughs> Poderia ter. Ah, não <laughs> Não. E

No primeiro casamento. Está certo. aí, desde então, vocês também fizeram viagens juntas?

fizemos. Nós fomos para Grécia, nós fomos para Itália. fizeram viagens maravilhosas, viagens super maravilhosas mesmo. Grécia é uma coisa que vale a pena mesmo, né?

éh você, então, contando um pouquinho mais do seu trabalho, né? Você deu aula durante bastante tempo, né? aí, éh trabalhou naquela na agência de publicidade, fazendo bastante pesquisa, isso, certo? depois, qual foi a sua trajetória?
Então, foi essa mesma.

Eu fiquei na agência. tive essa fase que eu trabalhava mais ou menos como autônoma, né, lá no centro empresarial, que eu falei que eu fazia os jornaizinhos, fazia folhetos principalmente, né? Aham Agora, o último trabalho que eu fiz antes de me aposentar foi o lançamento do Tamboré, que hoje está no Tamboré Onze, né? e nós fizemos o Tamboré E a pesquisa que eu fiz foi principalmente em cima de Alphaville e outros... Éh aquele condomínio grande que tem em Itu, né? Terras de Terra de São José.

Então, nós éh pesquisamos assim para o lançamento desse Tamboré, que é um sucesso enorme, né?
Certo. qual foi desses trabalhos, né, ligados a relações públicas, jornalismo empresarial, que mais assim te marcou e que você gostaria de destacar?
Não, eu acho que é esse mesmo éh Quer dizer, eu fiz muitos, muitos, né? Éh Tinha muita coisa que a gente fazia. <laughs> por exemplo, emoções, assim, grande, né? Por exemplo, Quando veio o computador, que você podia apertar uma tecla e, de de repente, mudava o seu gráfico para mim, isso era uma coisa maravilhosa, porque antes <laughs> você tinha que ficar fa gramando lá, fazendo aqueles gráficos, um por um, na mão, né? para você mudar o gráfico e mudar tudo a aquilo, quer dizer, para mim, a emoção total <laughs> foi essa.
E nessas viagens que você fazia, além de conhecer os locais, né, esse lu esses lugares todos que você visitou, haviam também coisas que, para o seu trabalho, você conseguia absorver, desde novas tecnologias, como você está contando do computador? Ah, muito pouco. Muito pouco? Não.
Muito pouco na Era mais viagem de turismo mesmo, assim, para para a gente se divertir. única coisa diferente mesmo que eu fiz, que eu vi diferente, o éh eu fui para Jerusalém, e eles estavam fazendo uma pesquisa com para peças arqueológicas, né? pela... era o bombardeamento de urânio. vez de ser pelo carbono catorze para a datação das peças, eles faziam essa pelo urânio, né, a fissão do urânio. essa foi a única coisa assim muito diferente que eu vi e tal. Eles eram organizadíssimos, eles tinham assim releases em quatro, cinco línguas, já passava direto para os jornais que você quisesse, era uma uma maravilha, organização perfeita, maravilhosa. mais ouvi falar nessa fissão de urânio, para datação de peças arqueológicas. Não sei se continua sendo usada, não tenho mais notícia. Uhum Mas essa foi uma das coisas mais interessantes que eu vi. Diferentes também, né?

acabei perguntando todas elas? É tudo tudo É mesmo? certinho. porque eu não sei se você também tinha anotado alguma coisa especial que você gostaria de contar.
Não, não. isso. É? Para mim, está bem. Você para

Quais são as principais lições, né, que você tira da sua trajetória de vida? Né, desde dessas viagens, da sua experiência éh com a sua família, né, das suas éh experiências profissionais também, até o lançamento de um livro, né, que ele é vendido até hoje. Então, quais são as maiores lições que você consegue tirar assim de toda a sua trajetória?
Ah, eu nem sei dizer, eu acho que a pessoa vai sendo também mais ou menos empurrada pela vida também, você vai fazendo as coisas, de repente vão surgindo outras, você vai vendo em volta o que está acontecendo, eu não sei, eu acho que é isso mais, né? Você ficar mais solta e ficar vendo o que é de interessante que tem à sua volta, eu acho que é isso.
Tem algum momento que aconteceu isso? Que você estava num caminho, sentia que era esse e o caminho de repente apareceu uma coisa que mudou totalmente essa essa trilha? Não

Que te empurrou desse jeito que você está contando?
acho que não. assim... Foi muito tranquilo. negócio também de dizer que mulher ganha menos. minha área, eu nunca tive problema nem com o emprego, nem para arrumar emprego, nem para ficar no emprego, nem para ganhar. Éh Quer dizer, sempre eu acho que o meu salário foi compatível, nunca foi abaixo do que poderia ter sido. acho que eu sempre ganhei até que muito bem. Eu acho que foi muito legal.
Por que que você acha que as outras mulheres diziam isso?
Não, as pessoas falam. outro dia saiu um artigo sobre isso no próprio Estadão, éh sobre a má remuneração da mulher. Eu não sei, eu acho que depende da área, né? Eu não sei, porque na minha estava tudo bem. Uhum.

E como que você se sente? Para me contar a sua história, dar seu depoimento aqui para o Museu da Pessoa?
divertido. <laughs> Acho acho gostoso.
Se tiver mais alguma coisa que você quiser deixar registrado aqui para gente. Eu acho que não É isso? Para mim, está bem Tá bom, então. <laughs> Então, muito, muito obrigada por deixar essa história aqui no museu. Ah, tá legal. Tá? vai trazer mais riqueza no nosso acervo de dez mil histórias. vai ser dez mil e um <laughs> histórias, mas a gente acredita que todas elas têm valor e muito bom ter essa história aqui conosco junto com essas.
Tá ótimo.

Eu tive uma trajetória muito boa como éh profissional de comunicação social, como jornalista, relações públicas e pesquisadora. eu acho que tive uma carreira muito boa e estou muito bem.